Veio para o Brasil também e se conheceram aqui no Bra Ah, eles se conheceram quando o meu pai estava namorando uma amiga da minha mãe na faculdade de psicologia e conheceu a minha mãe e se apaixonou por ela, ela se apaixonou por ele, ele mandou, infelizmente mandou ela ir embora <laughs> e ficou com minha mãe, são casados há muito tempo.

Tem vários mergulhos, ele faz. Eu já fiz uns mergulhos com ele também. Já mergulhei com tubarão, com com golfinho, com baleia, com

Todos animais. Nossa, que bacana. E vocês cresceram aqui em São Paulo?
A gente cresceu aqui em São Paulo.

A gente, primeiro, eh quando era criança, até os sete anos, a gente morava na Higienópolis.

Moramos lá um tempo e agora eu estou morando na
Na Vila Madalena. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre Assim, lá em Higienópolis, no Pacaembu, o que que vocês brincavam? Um pouco de como é que era a infância? Seus pais trabalhavam ou sua mãe ficava em ca
Meu pai trabalhava, ele tra se, sempre trabalhou, desde que veio aqui para o Brasil, começou a trabalhar. E minha mãe também era psicóloga, também trabalhava. Mas aí a gente se divertia muito, ficava brincando de futebol, de esporte, que eu sempre fui muito ligado a esporte. Desde os dez anos de idade, eu comecei a jogar basquetebol. E era as coisas que eu mais me divertia, era jogar basquete, jogar futebol, ficar com o pessoal, ir na piscina também Se divertir.
Lá no seu prédio ou você jogava na escola?
Não, eu jogava na escola também e em clubes brasileiros. Já Já fui da da Hebraica, fui para o Pinheiros e voltei para a Hebraica.
E como é que foi que você aprendeu assim a jogar basquete?

Não, é que tinha uma uma coisa no no na hebraica que você ficava brincando com esportes e um um ra, um técnico olhou para mim e falou, esse cara vai ser um jogador de basquete. E eu comecei a jogar e comecei a jogar muito bem basquete. Sempre ia com. E jogava muito bem, fazia muitos pontos, ape apesar de ser amador. Eu marcava muito bem os outros jogadores. Eu era um excelente jogador. Inclusive, ele esse técnico virou e falou, olha. Bom, mas depois eu falo

Não, porque ele falou que se não fosse o acidente que eu tive, eu estaria na seleção brasileira jogando basquete.
Então, você jogou basquete por muito tempo e aí aconteceu esse acidente. Do dos dez
Aos dezesseis. Então, eu poderia falar já, quer que eu já fale? Bom, dia eh, vinte e oito de outubro de mil novecentos oitenta e oito, mesmo dia que fiz a última prova do do segundo colegial, Passei para o terceiro colegial, eu peguei carona com um ex-companheiro meu do time de basquete da Hebraica. Eu fui na Hebraica, fui para o Pinheiros, recebi uma proposta de voltar para a Hebraica, voltei para a Hebraica. E E esse rapaz tinha dezoito anos E ele começou a tirar racha com um amigo dele na na na Gabriel Monteiro da Silva. Eles estavam os dois na na no farol vermelho na Faria Lima, quando abriu começaram a tirar racha e tinha um carro que estava indo devagar na frente dele e na curva ele foi ultrapassar o carro da na frente dele. Por sorte dele, por azar meu, vinha um trólebus. Ele desviou a, ele tentou desviar, mas o ônibus bateu na parte traseira do carro, na parte que eu estava. O meu amigo estava do meu lado, ele levou ponto na cabeça só e eu simplesmente recebi o ônibus inteiro no meu corpo. Desacordei, fiquei desacordado. O meu técnico estava três carros atrás, parou o carro, me pegou e me levou para o hospital, para o Emílio Ribas. Aí ligaram para o meu pai e minha mãe, falaram que tinha tido um acidente para irem lá me ver. Eles foram lá e rápido falaram, leva ele já para o Einstein. Aí eu fui no Einstein, tive que ser operado no cérebro, na traqueia que eu não estava respirando, no braço e na cara. E quando, eu só me lembro também, quando eu saí do hospital, que eu não lembro nada da época, nem do dia do acidente, esqueci tudo. E tudo depois do acidente, no hospital, não lembro absolutamente nada. Só lembro quando eu estava saindo do hospital que eu não falava absolutamente nada e não entendia o que que tinha acontecido comigo. Aí meu pai e minha mãe contando que eu tive um acidente de carro grave e tudo. E aí eu fiquei meio em dúvida o que que eu ia fazer da minha vida. Eu voltei à escola logo no ano seguinte, mas eu percebi que não não estava tão fácil como estava antes, né.

Na época não tinha fa eh, eh, colegial.

Eu fiz o primeiro e o segundo muito bem e aí tive o acidente. Voltei.

Aí, o que aconteceu, o que eu tive que fazer no no decorrer, depois do do acidente, quando eu estava na minha casa, eu tive que voltar a estudar particularmente. Eu fui fazer que é um exercício de aprendizado em português e matemática. Eu tinha umas aulas de redação, tudo na minha casa.

Mas era uma coisa muito difícil, porque primeiro eu tinha, primeiro eu tinha a traqueostomia, então não conseguia falar absolutamente nada. Depois, eu eu fui operar a traqueia, fui operar lá em Boston, com um médico que inventou essa operação. Eu operei, mas não falava quase nada. Voltei para o Brasil sem falar nada.

Mas era difícil para mim. E ela virou e falou, pô, essa pesso, esse rapaz não Vai conseguir recuperar Tudo. Mas eu consegui
Recuperar tudo. Nossa, realmente, tem uma superação esplêndida, né? Para a gente ir passando um pouco para a sua juventude, né?

O que você gostava da escola, o que que você não gostava
Amigos eu tinha vários, vários várias pessoas eram meus ami Eu não tinha inimigo <laughs> Uma pessoa que gostava de todas, outras. Me divertia, que eu que eu conversava com todas as pessoas e de modo que todos ficavam contentes em me conhecer, eu falar, eu falava sobre qualquer coisa com todas as pessoas.

Aí teve o acidente que eu não conseguia falar nada e não entendia o que que tinha ocorrido comigo. Mas eram muito divertidos os. As pessoas que me conheciam gostavam de mim de
jeito. E como é que foi, então, depois que você teve o acidente, aí você fez a operação, e aí essa operação, assim, tipo, de começar a falar de
Então, nesse processo

foi minha força de vontade de voltar a crescer, voltar a ser como eu era. Que eu sempre fui um esportista que sempre jogava para vencer. Não importava se estávamos perdendo de dez pontos, vinte pontos, eu sempre ia até o fim com força de conseguir vencer. Então, isso que me ajudou também a recuperar todas as minhas dificuldades que eu tinha. Inclusive, a uma uma pessoa que me ajudou muito foi minha mãe, também, fora, os exercícios que eu fazia fora, ela me ajudava. A gente, inclusive, a gente fez um livro que que ela que bolou, que é Reconstruindo a Palavra, juntando o A, o Bê e o Cê, que é uns exercícios de de memória, de compreensão de textos. A gente lia um texto pequeno, e ela fazia umas perguntas baseadas sobre o texto. As As eram um pouquinho mais fácil, a Bê um pouquinho mais complicadas e a Cê era muito complicada. E eu ficava meio desesperado em não conseguir entender direito o que que eu tinha que fazer na Cê, <laughs> como que eu ia encontrar a solução, mas eu consegui encontrar essa solução.
Nossa, que interessante, e ela Ela te acompanhando, percebendo tudo o que você estava passando, aí vocês juntos fizeram esse livro? É
Quer dizer, na verdade, ela que fez esse livro, eu fiz os exercícios e ajudei ela a escolher se era A, Bê ou Cê. Na verdade, as perguntas não fui eu que fiz, porque eu estava numa fase que eu nem entendia direito as coisas para já. Então, aí que O que

né. O acidente, na minha recuperação, fora fa fazer, ir na escola, tentar estudar. Então, eu fui no, eh deixa eu voltar só um segundo, né?

E eu cons, eu eu não fiz nada, não fazia prova, não fazia as aulas inteiras. Tal. Eu só estava lá para me sentir contente em estar na escola com meus amigos.

Então eu virei e falei, olha, não não vai dar ainda para fazer o terceiro colegial.

Como o primeiro ano ah, no supletivo é o ano inteiro, eu entrei numa aula normal, e o segundo e terceiro eu fiz em supletivo e consegui terminar o terceiro colegial. Aí eu não não sabia o que que eu ia fazer da minha vida no futuro. E qual que foi a minha ideia? Fazer vocacional. Com uma psicóloga, fui lá, fiz vocacional. Ela olhou para mim e falou, está na tua cara, tu tem tudo direitinho, você tem que ser administrador de empresas. Vamos lá, já que ela falou que eu vou ser administrador de empresas, <laughs> vamos entrar em administração de empresas. Entrei na faculdade Unip, muito contente, fiz o primeiro ano todo contente em estar numa faculdade, de encontrar os amigos tal, passei do primeiro ano para o segundo ano. Fiquei meio assim, mas falei, não, como ela disse para mim, que eu sou administrador de empresas, vamos lá fazer o segundo ano. Consegui terminar o segundo ano. Não tão contente quanto <laughs> quando terminei o primeiro. Consegui terminar o segundo. Mas falei, então vamos para o terceiro. Agora, no terceiro ano, começava a aula. Falava, ah, acho que a aula já foi inteira. Olhava no meu relógio, só tinha ido dez minutos. Eu virei e falei, não vai ser isso que eu vou fazer. Mudei para propaganda e marketing. Também fiz um ano, não gostei. Virei e falei, não sei mais o que eu vou fazer. Tentei ser editor de imagens, outras coisas, nada me atraía.

Ele dá muito teatro físico, muito uso do corpo. Eu fui lá em dois Mas o que que me ajudou, o teatro Então, só retomando um pouquinho antes e indo até o presente. Desde criança, eu bolava umas peças muito bonitas que eu apresentava para a minha família. <laughs> Ia meu pai, minha mãe, Minha avó, <laughs> o meu tio e meu irmão. Era a plateia. Se Vamos co considerar que fossem real, então. Eu co cobrava um dinheiro. Então, cada um eu recebia cinquenta centavos pela cada pessoa tinha que pagar dez centavos para ver a minha incrível peça <laughs> e falar, fazer a Peça. Quer dizer, eu sempre fui ligado ao teatro, sempre ligado à arte.

Depois eu falo um pouquinho de música, mas eu resol resolvi fazer teatro. E aí eu apresentei uma peça na oitava série, no final do ano, no na formação. E Eu continuei com o grupo mais dois anos, com o grupo do, com o mesmo grupo, com o mesmo diretor. E aí eu continuei e eu tinha uma peça que eu ia ter que apresentar em mil novecentos e oitenta e oito, que infelizmente eu não pude apresentar, que eu tive que ir para o hospital. Mas eu estava em dúvida, então voltando um pouquinho atrás, que eu estava em dúvida em teatro e música.

Porque desde os oito anos de idade eu tinha aula de piano. E fo foi uma coisa que me ajudou muito também a voltar também, foi o piano também. E então, eu estava em dúvida se eu ia fazer música ou teatro. Eu falei, não, vamos fazer teatro mesmo. No no Na minha recuperação, entã

E ele olhou para mim, eu falava como se fosse um bêbado, falava meio com dificuldade.

Eu falava, e eu fiz essa peça, fiquei todo contente. No decorrer dos anos, fui crescendo, melhorando, fiz peças mais complicadas, quer dizer, plus de fantasminha, que era um dos fantasmas, numa eu tocava, outra era um dos fantasmas, e outras peças mais complicadas. E aí ele virou e falou, olha, você já está tão bem, mas tão bem, que você vai ser uma um personagem da peça, o burguês Fidalgo, do Molière, você vai ser o Cleonte, o Cleonte que se apaixona pela filha do burguês. E eu fiquei todo emocionado em receber um papel tão importante quanto esse. Aí eu fiquei, nossa, muito legal. Aí eu chego na minha casa, nossa, foi vai ser um papel incrível. Eu leio para tudo que eu vou ter que falar, vou falar, eu falei, como que eu vou conseguir decorar tudo isso? Fui semana seguinte, foi voltei e falei, olha eu, muito obrigado por me dar esse papel. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir decorar. Ele falou, você não só vai conseguir decorar, como você vai ficar surpreso no final da apresentação. E eu consegui decorar e fiquei muito contente no final da apresentação.

Só voltando um pouquinho, antes da gente engatar nesse assunto do teatro, da arte, pensando no seu tempo de faculdade Como é que foi esse teste vocacional que você fez? Que te colocou na em primeiro? Eh. Sabe, como é que era? Eh, eu

Direito o que tinha que responder, o que não tinha que responder. <laughs> A mulher, acho que ela vira e fala, ah, deixa eu falar qualquer coisa aí que <laughs> já já estamos no. E nesse tempo todo de faculdade, de juventude
De algum amor que você tenha passado, algum alguma paquera, assim? Ah, tive várias paqueras <laughs> História mais marcante Sabe, alguém que você tenha conhecido na escola de teatro
Que tenha conhecido na escola de

<laughs> Não. Às vezes a gente esquece

Aquela aquele amorzinho lá de mais novinho, sabe? Ou primeiro, não sei.
Não, para mim não. <laughs> Foi mais para a frente. Foi mais para a frente.
E essa, essa de cursos que você fez assim, tipo, mesmo quando você estava em marketing, você pensava já no teatro? Quando você fez escola, foi nessa mesma época, escola de teatro? Eh

E foi sua primeira peça?
Não, minha primeira peça foi na oitava série, no final da oitava série, na formação da oitava
E quando você fazia teatro naquela época, você imaginava já, porque eu vi que você falou do basquete, já com o intuito de seguir né. Pelo basquete. Com o teatro você já imaginava que futuramente você podia conti
Eu acho que já tinha algo dizendo <laughs> que eu ia continuar fazendo
Isso. E aí foi chegando mais perto cada vez mais
Chegando cada vez mais perto.
Essa, você falou do desses... Desse grupo de teatro, e do desse último que você estava comentando, da última peça do, que você teve esse desafio de decorar, né? Essa última peça que não da sua carreira, mas é. Um momento marcante, digamos assim. E aí depois, como é que é então a sensação de você estar, você ter um desafio muito grande, aí você entra no palco e olha para o público. Qual que foi a sensação disso tudo, assim, vencendo esse desafio?
Foi uma coisa que me deixou muito contente, muito. Eu terminei e falei, nossa, eu consegui apresentar essa peça, <laughs> consegui entrar no personagem, consegui usufruir uma coisa que eu achava que ia ser impossível. Foi uma coisa que me deixou muito contente.
E aí só, aí foi crescendo cada vez mais
Cada vez mais.
Esse processo aí? Que hoje você está nesse Grupo do Teatro Afásicos, né? Então, mas antes
E de entrar nesse grupo do Teatro de Afásicos, deixa eu falar um pouquinho de música que eu não falei, né? <inhales> Em

Desde as oito, oitava, desde os oito anos, eu comecei a ter aula de piano. Desde a, desde quando eu tinha oito anos, comecei a ter aula de piano. E eu gostava muito do piano. Gostava de tocar músicas, tudo. Inclusive, tem umas músicas que eu inventei no decorrer dos anos, tudo. E eu adorava o piano. Tive o acidente e para voltar a ser como era antes, eu voltei a ter aula de piano também. E atualmente, ne nessa associação, eu também estou tocando. Tem uma uma peça em que eu sou o mae o, a pessoa que toca durante a peça. Bom, minha, me o

Foi a tua pergunta? Desculpa. <laughs> Não, mas se quiser contar um pouco mais sobre a música né, que você falou. A, a música. Os instrumentos que você gosta.
Então, os instrumentos que eu gosto, eu gosto de todos os instrumentos, desde que bem tocados. Não gosto de axé, <laughs> de músicas meio assim eu não gosto, mas eu gosto de todo tipo de música. Música clássica, jazz, blues, rock... Todo esse tipo de música eu gosto, desde que seja bem cantada e bem tocada. E eu sempre fui ligado ao teatro e à música também. Desde criança eu era muito ligado à música também.
E além, além disso, você também é muito extrovertido, né? Alegre assim, isso é. Sou muito
muito alegre.
E o que que você acha, assim, quando você começou né, porque você começou em escola de teatro e Você foi

Como é que foi, você já tinha Você lembra como é que foi ver uma peça importante, assim, mais interessante? Alguma que você tenha gostado?
Então, eu eu sempre gostei de teatro e me apaixonei por entrar nesse trabalho aqui em São Paulo também.
Tem alguma peça que tenha te marcado, que você tenha assistido, assim?
Ah, deixa eu
Ver. Se quiser, você pode ir pensando. É, eu vou. Lembrar, você fala, pergunta, bem. É. É que
Tá, eu falo

Eu fui em dois mil e dois. E era eu e mais onze pessoas. Adorei. Muito bom. Era aula das, todo dia de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. E ele dava meia hora para almoçar. Então era puxado. Três semanas. E eu voltei de novo em dois mil e quatro para ter aula com ele, que também era das nove da manhã às quatro da tarde, com meia hora de almoço. O que mais foi interessante é que nessa volta era eu e mais duas pessoas. Então era como se fosse aula individual de teatro. Clown, que é teatro de de palhaço. E eu adorei. Muito uso do corpo, teatro físico.

Agora ele está num, num grupo dele chamado Jogando no Quintal. Não sei se vocês já viram. Que é muito divertido, o negócio é o seguinte, eles são seis pessoas que dividem em dois grupos, um um azul, outro laranja, um é o coringa, quando eles estão sentindo dificuldade, chama o coringa para ajudar, duas ou três pessoas tocam o instrumento, E um é o juiz. Aí vira o juiz e pergunta para a plateia. Bom, vamos começar então. Você fala um país, um estado que é. Ah, na Alemanha, na Alemanha, tudo bem. Aí ele pergunta para o outro. Qual o sentimento? O cara está com passando mal e e correndo. E pergunta ao outro, em que horas que é? Duas da manhã. Eles têm que improvisar no momento, sem tempo de pensar. Quando eles sentem a dificuldade, chamam o coringa para tentar ajudá-los. Aí no final você vota se ganhou o laranja ou o azul. Aí são quatro esquetes, tem intervalo, depois três esquetes. Para cada grupo, ou seja, um grupo vai ganhar no máximo de quatro a Os que perderam recebem uma torta na cara. <laughs> Os que ganharam jogam a torta na cara dos que ganharam. E todos pegam a torta e jogam no juíz e é uma diversão muito legal que eles fazem.
Nossa, que bacana.
Muito legal.
Você está falando. Você retomou algumas atividades que você já fazia antes do acidente, depois, como a música e o teatro. E os esportes? Então, os esportes

depois eu volto de novo falando. Os Esportes, eu tentei voltar a jogar basquete. O meu técnico era meu preparador físico, que ele me dava corrida, natação, musculação e basquete. Aí ele não tinha mais tempo, pediu para o, ele trabalhava no Bradesco, pediu para ir o preparador físico do Bradesco, que me dava esses quatro coisa que é, natação, corrida, musculação e basquete. Voltei a treinar com o time. Mas eu senti o seguinte, que se eu continuasse com basquete na minha na minha cabeça, eu teria que virar e falar, vou ter que acordar às oito, nove da manhã, terminar das dez a uma. almoçar e treinar das duas às oito. Ser só o basquete. Para mim, para ver se ia dar para voltar a jogar o basquete. Então, eu senti que não não dava para mim. Era muito complicado.
Você buscou outros esporte
Então, agora o que eu estou fazendo atualmente, que eu nunca parei de fazer esporte. Eu corro Nado, faço musculação e agora estou fazendo pilates também, que é muito bom também para minhas costas. Então vamos voltar ao
Os os palhaço. Esquete ela é apresentada aonde, esse
Do Jogando no Quintal? É eles eh. Eles estão apresentando agora no no na escola do Santa Cruz, no teatro do Santa Cruz, eles estão lá. Eu não sei se eles continuam apresentando que é sexta, sábado e domingo acho que sexta e sábado das nove e meia e domingo às sete da noite
Esse curso especial que você fez no México, que você falou que mexeu com você, que que você acha que mexeu, sabe? O que que você sentiu quando você estava fazendo, que era diferente dos cursos de teatro, que era mais
Era muito o uso do corpo. Você tinha que entrar em em a, na as ação, no momento você tinha que pensar dentro o que que você ia ter que mostrar para o público. Era uma coisa muito interessante. Inclusive, eu eu voltei para o Brasil em dois mil e dois e fiz um um um grupo que era eu e uma parceira minha que a gente tinha uma peça chamada Amei, Adorei, Gostei, que era uma peça infantil. E a gente usava muitos exercícios que eu tinha tido no México que a gente usou na nessa peça também.
Tem muito de improviso.
Muito improviso.
Nossa, um teatro Eu não, eu não me lembro de conhecer tanto isso assim, de ter visto tanto no Brasil. Dia a dia, sa

Tive aulas com outras pessoas de teatro, de palhaço.

E eu entrei e adorei o curso que eu tive com ele. Fiquei dois anos com ele, tendo aula de de mímica e usando muito o teatro o mui, o o co, usando muito o teatro físico Usando muito a Sua emoção Muito inovador.

Foi uma coisa muito interessante. Fiz algumas apresentações com com o grupo dele. No final dos anos, a gente tinha apresentações. E sempre eu fiquei ligado ao teatro, ao cor

E ele considerando todas as pessoas normais. Pode ter uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa de muleta, uma pessoa com alguma dificuldade de visão. Com São pessoas normais por esse curso que ele dá. Muito interessante.
Você acabou criando um uma, uma abertura assim na sua vida para cursos muito especiais. E além disso, dá para perceber também que você é muito interessado em estar toda hora estudando uma coisa nova. E aí, o que mais você tem feito? Como é que está andando essa
Então, eu fora isso, <laughs> fora as coisas do teatro tudo, o que que eu faço todo dia? Eu faço esporte. Eu nunca, eu sempre fui ligado ao esporte, nunca quis parar. Então, eu fiquei todo contente, há um mês e pouco, por conseguir correr meia maratona. E o o preparador físico lá do do EcoFit, da minha academia, vira e fala, olha, você tem uma meta, você tem que correr esse tempo de, esse tempo de meia maratona no máximo em duas horas. Eu consegui correr em uma hora e cinquenta e sete minutos. Fiquei todo contente. Aí ele fala, bom, agora vamos relaxar, vamos tirar o tênis, a meia. Tirei minha meia, o olhei para o meu dedão do pé direito, estava com acho que um pouquinho de sangue embaixo.

Aí, dia seguinte, fui no dermatologista, ele falou, olha, tenho uma notícia triste para você, vou ter que arrancar <laughs> a tua unha. Aí dói muito, queria <laughs> dar um monte de anestesia no dedão do pé para arrancar, mas tudo bem. Esse foi meu presente por ter conseguido terminar o a meia maratona.
Tem uma coisa. Ah, tá.

Eu queria que você contasse um pouco quais são essas viagens, umas histórias...
Bom, a primeira história que eu tenho para contar é que a gente ia muito para Bariloche <laughs> visitar meu vô, que o meu vô separou com minha avó e casou com outra mulher e foram morar na Argentina e a gente ia visitar ele. E a gente se divertia muito, né? A gente ia visitar ele. Em Bariloche tem uma história muito engraçada, que eu era criancinha, minha mãe era maior tal, lógico que era <laughs> maior, e ela estava andando comigo nas neves. E ela escorregou e caiu em cima de mim, em cima da neve. O que que aconteceu? Puro, o resto da viagem, eu fiquei no hotel, porque eu estava com febre. E <laughs> e minha mãe ficava do meu lado, e meu irmão, e meu pai, e meu vô, e a mulher dele saíram, mas eu fiquei no no hotel Com febre <laughs> Fui afundado na neve.
E você foi várias vezes para lá? Que que tinha de comida gostosa, lá

Eu não lembro das comidas. Inclusive, a as comidas que eu fui há pouco tempo para lá não não são comparados à comida que a gente come aqui no Brasil. Não não tem
Só arrozinho com feijão. Eh.
Aí eu eu fui também muita, eu fui para os Estados Unidos, já fui várias vezes. Eu Eu lembro que eu fui na na Twenty Century Fox lá dos Estados Unidos. E meu pai virou e falou, olha, pega o carro, tem aquele carrinho pequenininho, você pega o carro faz, vai visitando os lugares que estão filmando, ver o que estão e tal. Ah, que legal e tal. Aí era aquela coisa com a marcha para frente, para ré, sem querer eu pus para ré. Quase bateu <laughs> num carro, <laughs> mas tudo deu certo e tal, e eu vi várias filmagens reais de de filmes, de
Do que estão fazendo lá. Nossa, que bacana, porque é um sonho para muita gente isso, né, ter esse
Ver a reali Porque se, se, a gente é universal, né? Universal era coisa de turista, né? Ver Vem um tubarão, sei lá o que. Apesar de ser divertido, não era coisa do filmar mesmo as E lá o os nos Estados Unidos eu fui muitas vezes, fui para New Orleans, quando existia, quer dizer, ainda existe, mas agora está, está em re, estão reconstruindo New Orleans. Eu vi muita música de jazz muito bom. Fui muito blues também, né? Fui para Nova York. que é linda também, para Washington. Eu fui jogar basquete em Chicago com a seleção. Era muito divertido. Fui para o Canadá também, fui para Montreal, e para Quebec, para viagem para Toronto para jogar com a seleção. Eu fui para para a Europa, fui em vários lugares da Europa, fui para a França. Agora ah, na França tem uma coisa muito engraçada, que os franceses não são como os brasileiros. Eu estava no inverno lá na França, tudo bem.

Eu acordava de manhã, para acordar mesmo eu tomava um banho. E ia, saía. E de noite eu também tomava um banho <laughs> para relaxar. Os franceses não tomam banho. E que que eles fazem? Eles passam perfume. Quando eu pegava metrô, eu passava mal, <laughs> sentindo aquele cheiro do pessoal que só passava o perfume e não nem tomava banho, nem nem lavava o o sovaco, que era uma coisa que eu <laughs> passava mal para caramba. Eu virava e falava, não é possível, os france <laughs> ficam três dias, quatro dias sem tomar banho, não dá para entender. Era engraçado. Eu fui também muitas vezes, fui fui para o, para a Inglaterra também, para a Itália, para a Espanha, fui para vários lugares na na Europa. Fui para a Holanda também. Era uma diversão.
Do nome, lá da Itália lá, você podia contar depois. Ah, então, no ano
fui eu e minha mulher, a gente foi para a Itália e para a Espanha. Depois do nosso casamento, a gente foi com calma para a Itália e para a Espanha, e estava um pouquinho friozinho na Itália, tudo mas era uma delícia. Inclusive, tinha um pessoal que batia perto do Coliseu, que batia foto com esse fantasiado, uns como romanos, e batiam fotos com o pessoal de lá, tudo. Inclusive, tem uma cena muito engraçada que ele pegou uma mulher, a gente viu isso, E começou a fingir que ia beijar ela. Chegou a quase a beijar ela. <laughs> E a mulher toda assim, se sentindo agradecida. <laughs> Foi muito divertido. E a gente estava lá na Itália, em Roma. Só fomos para Roma. E estávamos saindo de lá. Na ida, nós fomos de trem e metrô até o hotel. E na volta, a gente falou pô, como a gente vai para para Madri às oito da noite, vamos pegar um táxi. E o motorista do táxi chegou e perguntou, Oi, tudo bem? Como é teu nome?

Falei, vou brincar com ele.

Falou para um monte de gente.

Bateu três fotos com com a, o aparelho celular dele.

Eu falando, não, não é verdade. E minha mulher falando, não, não é verdade. Ele, não, não é sim, é sim. Foi muito divertido. Essa que foi a saída da <laughs> da Itália. Os italianos são muito simpáticos.
Lugar foi assim. Então, nós
Fomos então na Na na África. A gente foi para Marrocos, para a África do Sul, para o Egito. Para o Egito foi divertido porque a gente estava lá e os pessoal de lá começou a falar, ah vem cá, vem andar de camelo, vem andar de camelo. A gente, não, não queremos bater foto de camelo, não queremos. Não, vem andar. Não, obrigado. Vem andar Eu falei, não, a gente não quer andar. E ele começou a xingar a gente em em árabe. E meu pai, por entender, começou a xingar ele também em árabe <laughs> e quase deu uma confusão. Chegou uns guardas e conseguiram separar <laughs> os os caras de lá com a gente. O cara fica xingando a gente. E tem uma história também divertida que a gente foi para o Quênia também. E a gente fez várias coisas que ninguém ia acredi Andar de de Kombi perto de leões comendo hipopótamo, a gente chegou a ver. A gente vendo leão, comendo. Ainda bem que não era ninguém da gente. <laughs> Era hipofótamo. <laughs> É, Indiana Jones. A gente com a Kombi aqui, ele comendo aqui. A gente vendo. Nossa, muito bonito. Batemos umas fotos com ele e tudo. <sighs> E E a gente dormia. Ah, a gente dormia num num num a, apartamento, que não era apartamento, era uma cabana... que eles falava assim, olha, vocês podem ir no banheiro, mas na parte noturna vocês não podem ir no banheiro porque vem muita i, eh a muito animal aqui por fora que atacam vocês. Então vocês vão no banheiro, tudo e voltam para <laughs> para o quarto. E só no dia seguinte, na manhã, vocês podem voltar <laughs> a ir no banheiro. Era uma coisa. Bom, fazer o quê? Tudo bem. E a gente estava no nosso, nossa cabana, do lado da cabana do meu pai. E eu lembro que a gente estava lá de tarde, a gente estava voltan Quando a gente vê um monte de macacos invadiram o nosso nosso território. E o macaco líder de todos começou a conversar com o meu pai. cercou a gente e começou a conversar com meu pai. Meu irmão conseguiu escapar dos macacos e conseguiu avisar para a pessoa do hotel, ó tem tem umas, uns macacos <laughs> prejudicando. Ele foi correndo, o rapaz do hotel, e jogou uma garrafa e todos os macacos saíram do nosso. Se assustaram com a garrafa. O o líder, o líder deles come, olhou para o meu pai e falou, esse que deve ser o líder deles, deixa eu conversar com ele. Os dois conversaram um pouco, meu pai fala muito pouco de de <laughs> de africano, mas eles Conseguiram conversar um pouquinho. <laughs>
Que é? Como é que foi, seu irmão. Que que ele faz, sabe.

né. <laughs> Meu irmão, o negócio é o seguinte, ele estava terminando a faculdade dele, eh cinema na Faap, e recebeu uma pro uma proposta de uns amigos deles que viraram e falaram, olha, vamos fazer uma viagem. A gente vai vir de Los Angeles até São Paulo de duas Pathfinder.

Então, vamos lá. Aí ele fez essa viagem, veio de Los Angeles até o Brasil de Pathfinder e foi filmando. E ele começou a se interessar por filmar coisas do mar. Ele filma também coisas fora do mar, mas ele gosta mais de filmar coisas no mar. E E ele veio lá dos Estados Unidos até o Brasil. Uma coisa engraçada é quando ele estava em Honduras, eles foram pa parados pelos guardas de lá e perguntaram para ele, ah que que vocês têm? Eh, a gente não tem nada. Ah, deixa eu revistar os dois carros. E um amigo dele tinha comprado duas Playboys. <laughs> Falou, olha, vocês podem continuar, mas essas Playboys <laughs> censurado aqui vai ter que ficar com a gente. <laughs> Falou, tá, fica com vocês. Os caras pegaram as Playboys para ficarem olhando para as Playboys, porque não Mas foi muito divertido isso. Aí ele voltou para o Brasil e virou e falou, ah vou começar a fazer isso, filmar viagens que eu posso fazer. E ele fez umas viagens que foi daqui, da de para, de Santos até a África. E fez outras viagens e começou a se interessar por filmar coisas do mar. A gente foi, es em esqueci de falar, que a gente foi para o Equador. Eu ainda não estava com Foi em noventa e dois Fui eu, o meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente foi para a afri, para para o Equador, para Galápagos. E A gente virou e falou, bom... Nossas pri, nossos primeiros sete dias é ficar de barco e outros sete dias a gente vai ficar num hotel. Ah, vamos Aí a gente chegou meio de noite, pegou o barco tal. O cara falou, bom, vocês vão jantar, depois podem dormir. No dia seguinte, se não acordar, a gente vai para um para um, para uma ilha, sei lá o quê. A gente comeu, dormiu. No dia seguinte a gente acorda. e vê um monte de lobo marinho. E falou o o cara de lá, o dono do barco, o capitão virou e falou para a gente, olha, se vocês quiserem, vocês podem mergulhar com os lobos marinhos. Foi os mergulhos mais lindos que eu fiz na minha vida. Porque você mergulha com eles, eles vêm até você e desviam de de brincadeira deles. É uma brincadeira que eles têm com a gente. Foi uma coisa que nunca vou
é isso. O mergulho com os tubarões
Então, lá também a gente mergulhou com os tubarões, tudo. Meu irmão mais louco foi mergulhar na parte noturna com duzentos tubarões tigres, que são tubarões que atacam a gente, mas tudo bem. Eu fui com meu irmão, eu fui para Nassau. Nassau é uma, é país que é perto de Miami, perto dos Estados Unidos. E lá você tem um mergulho com Stuart, que é o nome do do cara que faz mergulho com tubarões, que você assina um papel querendo dizer, se um tubarão me atacar, a culpa é minha, só minha, etecetera e tal Não re responsabilizo o dono, <laughs> sei lá o que, você assina esse papel. Aí você vai, mergulha, você vê uns Quarenta, cinquenta tubarões de dois metros, pequenininhos, né? Dois metros. Você volta, troca de tanque, faz um semicírculo e Stuart começa a alimentar. Só quarenta, cinquenta tubarões foram comer com ele e a gente só olhando. <laughs> Bom, eu virei e falei, bom, qualquer coisa esse tubarão vir aqui, eu dou meu parceiro aqui do lado, <laughs> pode comer à vontade. Mas foi muito interessante isso.
Sensação do do mergulho assim que você gosta, que que é esse sentimento de imersão aí, ficar na água? Eh você sente sendo
Um um animal da água quando você mergulha. Você não sente sendo um ser humano, você sente sendo um animal da água. Eu já vi várias raias, Iguanas. Já vi iguanas no mar que são mais rápi Porque fora é muito No mar É muito

Vários animais No mar. Peixe. Diversos pei Para mim foi incrível. A gente fez, eh, a gente fez essa viagem que a gente foi para o Cairo, depois saímos do Cairo e fomos para para o Israel, <laughs> que tem aquela coisa meio. E depois a gente foi para para a França e voltou para cá. Mas foi muito. Foi lindo, porque meu pai, por falar o árabe, o pessoal já tratando a gente como se fosse da terra deles. Mas foi muito
Muito legal. E teve aquela emoção por ser, teu pai estar mostrando a terra dele. Deu
Emoção. Ele mostrando, olha, eu morava aqui. Aqui que me, o teu vô tinha a fábrica de de, eh fábrica de papel. Aqui que era o lugar que a gente jantava. Era muito interessan
E você, teu pai te levou, por exemplo, nesse lugar que ele jantava ainda para comer e coisas assim? Ele levou em lugares para
para. E
Você chegou a ir também na terra natal da sua mãe? Não <laughs>

Romênia eu nunca fui.

Dessa criação toda que você leva para o teatro, né?

E aí, como é que foi, então
Então, agora eu Vou falar então um pouquinho da associação. Essa associação, chamada Ser em cena, foi fun fundada em .

A sentir sendo um ser humano, ó oquei

Fui visitar ela em dois mil e dois e ela virou e falou, você não acredita. Eu fui para Montreal e vi uma peça de pessoas afásicas. O que que você acha de montar um grupo aqui no Brasil com pessoas afásicas fazendo teatro? Porque ela sabia que eu fazia teatro e virou e falou, ah pode ser legal, vamos vamos bolar isso. Falei, vamos lá. Montamos nosso primeiro Ela cons conhece várias fonos, tal, falou com várias fonos, tal. Montamos uma, um um dia, duas horas de aula incríveis, tal. Quando chega, a gente todo empolgado, só chega uma pessoa.

Ele se sente agradecido por ter o nosso grupo.

Não veio o que a gente esperava. A gente tinha esperado umas dez pessoas, veio uma pessoa. Mas não adianta ficar triste, vamos <laughs> continuar com isso. E começou a crescer.

Começou a lotar e o consultório não era só dela, tinha outras fonos tal. A gente virou e falou, vamos ter que mudar de lugar.

Então a gente foi ensaiar no Sesc Consolação. Eram ensaios mais tranquilos tudo, a gente virou e falou, olha, o que que você acha agora de montar uma A gente fala, vamos lá, vamos fazer então quatro esquetes. A primeira, eu <sighs> eu era diretor, mas também ator, eu entrava falando da minha força de vontade, como eu consegui crescer. A segunda esquete, uma que eu fiz, é de mímica. Todo mundo andando em mímica e param. E chega um cara meio desnorteado, perguntando, ninguém respondendo para ele. Ele sai com força e sai de cena. A terceira é um jogral, que todos falam da força, da vontade de voltar a crescer, vontar, voltar a falar. E a quarta era de um bar, de duas pessoas conversando no bar. E Quer contar uma piada para o outro, o outro fala, ai de novo, esse cara contando aquela piada, de novo, ai que, que que eu faço? Ele conta dua duas piadas meio sem graça e termina a peça. A gente apresentou dez vezes essa peça, foi muito vista por várias pessoas e todos ficaram muito contentes com com o nosso grupo.

que passa no sábado às sete da manhã, se se querem ver, vão ver todo dia, todo sábado <laughs> às sete da manhã. Bom, passando programação, e vários, várias pessoas afásicas viram e falaram, não, cara, eu quero entrar nesse grupo. E entraram no nosso novo grupo. A gente está agora com dois grupos mais ou menos com quarenta pessoas afásicas, fora os familiares, quer dizer, deve ter cento e sessenta pessoas nos nossos grupos, fora os Os afásicos.

Afasia ocorre por diversas maneiras diferentes. A o mais... O mais presente entre todos é o acidente vascular cerebral, A Vê Cê, do lado esquerdo do cérebro. E que que acontece? A pessoa perde a fala. Apesar de entender, apesar de compreender, eles perdem a fala. Eles sabem que tem uma lâmpada vindo em cima deles. Eles Eles não conseguem falar lâmpada. Não conseguem falar as palavras apesar de saber. Na minha recuperação foi muito complicado. Por exemplo, eu eu sabia o que era mala. Eu sabia o que era lama. Eu não conseguia li ligar o ma com la para fazer mala, nem lama. Não conseguia. Entendendo o que era, mas não conseguindo falar absolutamente nada. E não conseguindo escrever também, depois do meu acidente. Então foi uma coisa meio dura, mas Deu para voltar. Então, a gente formou mais outro grupo. Então, a gente estamos agora com dois grupos. A gente recebeu, por tempo indeterminado, um um lugar para a gente trabalhar com um grupo e o outro grupo a gente está trabalhando no Sesc Consolação.

E é muito interessante a gente ter esse lugar.

O outro grupo, a gente está ensaiando no Sesc, Consolação. No dia um de de maio, saiu uma reportagem contando um pouquinho da nossa associação no na revista, não, no jornal Folha de São Paulo, no Equilíbrio. E já tem doze pessoas afásicas que estão interessadas em entrar em outros grupos, porque são pessoas novas, Então, a gente está

Pensando em formar outro
Grupo. Nossa, que bacana, e assim está crescendo muito, né, âh, essa abertura. E quantas pessoas, quem são as pessoas que estão A associação, que estão ajudando a direcionar ela, a trabalhar? Então, a associação
Assim, o o

São muito interessantes.

Também, além de diretor teatral, ele também é diretor geral de todas as coisas.

De tudo. Nossa, que bacana que também já tem um time forte, né?
Um time forte, mas a gente quer crescer mais e ainda. O que que a gente precisa, que várias associações precisam, é de dinheiro. A gente conseguimos nesse ano, depois de uma dura batalha, conseguimos a Lei Rouanet. que um, o empresário, em vez de pagar uma porcentagem ao governo, pode pagar essa porcentagem a associações. E a nossa associação é uma associação que está crescendo e está precisando de mais dinheiro para crescer mais ainda. Porque tem várias pessoas interessadas em entrar nos grupos, mas a gente vai ter que abrir outros grupos. Mas não adianta abrir vários grupos com um dinheiro meio curto das pessoas. Mas eu acho que neste ano vai crescer Muito a nossa
Nossa, e é muito bom também estar. Sua família estar envolvida, né? Vocês terem pegado isso como uma bandeira assim, um, né uma forma de estar melhorando mesmo esse mundo que a gente vive, né? Porque o teatro ele passa por, principalmente em questão da Lei Rouanet, ele está passando por uma certa discussão forte né. Aham. Para a captação de recursos e tudo. Que que você acha mais que tem de dificuldade sabe, para você poder expandir esse trabalho maravilhoso aí que vocês estão começando e podem estar, né, multiplicando cada vez mais? Além do dinheiro assim, o que que tem?
Acho que precisa de mais

Eles conseguem lembrar a palavra e conseguem cantar umas palavras que eles não conseguem falar, mas no canto eles lembram que tinha essa palavra e conseguem cantar. Então é uma coisa muito interessante usar o canto.

O uso do corpo também para os afásicos. A gente também está olhando em dança também.

Eu conversei com ele e ele falou quem sabe ele possa dar um pouquinho de dança para os afásicos. quer voltar a acreditar que eles estão vivos, todos estão vivos. E não é por causa de um problema de fala que vai dificultar ele por por continuar

é gratuito, a gente vira e fala assim, a a gente fala para os pacientes que a gente a aceita também uma for fo, um dinheiro, que a gente precisa desse dinheiro, não é que a gente, mas não é obrigatório a dar esse dinheiro. E a gente fala também para os familiares, olha, A gente está precisando de mais papel higiênico na nossa associação. Estamos precisando de mais água, mais café tal. Então, tem umas três vezes por ano a gente recebe isso da dos familiares que entregam para a gente. A gente precisa de mais bolacha, precisa de mais isso. Porque a gente abre esse caminho para todos poderem sentir em casa. Então, como que é os trabalhos? São dois grupos que a gente tem e dois dias antes da apresentação que tem mais ensaios. O que que a gente faz nos ensaios? Tem uma hora que chegam todos e vão lá embaixo, tem um café, o chá que foi feito, tem umas bolachas, eles comem, conversam um pouco. Aí vo, sobem, vão para nossos ensaios, a gente dá sempre um intervalo, eles voltam para baixo, voltam a conversar, voltam a comer, voltam a beber, voltam a se divertir e voltam de novo para o ensaio, que é um momento muito agradável por to, para todos terem esse momento em que podem contar diversas coisas que aconteceram neles nessa semana em que não se viram. Então é uma coisa muito para ele
E como é que está o calendário aí? Vocês estão
A gente está pretendendo apresentar uma peça agora para começo de setembro, a peça o Humor na Ponta do Lápis. Então, a gente tinha a peça antiga que era Reconstruindo a Palavra, que eu tinha falado.

Na minha recuperação tudo, e em relação a tudo, ele virou amigo meu.

Agora ele está dando aula de pedagogia em todas a, em quatro faculdades, não tem tempo <laughs> de parar as coisas para entrar na nossa associação, ainda que não temos ainda o dinheiro para ele entrar. Mas eu sinto que no futuro ele vai entrar coração aberto.

A gente tem a peça Humor na a a a, já tem uma peça reconstruindo a palavra, mas agora a gente quer modificar. Ele virou e falou, que que você acha? Só dá uma li, uma umas lida no quino, numas cenas, e tenta fazer com o pessoal. A gente começou a brincar com os grupos, com as cenas, estilo que a gente tem na nossa cena presente. Chega um um um cara, vai num restaurante, chama um garçom, oi, boa tarde, mas não é falado, mas ele aponta. Olha, eu gostaria daquele prato. Tem certeza? Sim, aquele prato.

Ele vai para o lado, tira o prato <laughs> dele e dá para ele. Os dois ficam <laughs> assim. Então a gente começou a ensaiar umas cenas dele e outras cenas que a gente usa no nosso dia a dia e conseguimos fazer a peça humor na ponta do lápis. A gente já apresentou uma vez no final do ano passado, que o pessoal estava tudo querendo apresentar. A gente tá, vamos apresentar final de dezembro, a gente vai apresentar, quer dizer, dia dezesseis de dezembro a gente vai apresentar. A gente apresentou meio esque esqueleto da peça ainda. E agora para setembro vai ficar boa essa peça. Em relação ao outro grupo que ainda está ensaiando no Sesc e o pessoal liberou o Sesc Consolação Teatro Anchieta, que é considerado o teatro número um do Brasil, Eles a, eles liberaram para a gente apresentar lá.

Dá uma lida nesse nesse livro que eu tenho, o Teatro de Sombras de Ofélia. Dá uma lida nesse nesse livro e vê que que você acha de trabalhar com com esse grupo. E a gente está ensaiando com eles esse Teatro de Sombras de Ofélia, com um grupo mais novo. Nossa
Então, voltando né, aqui para esse trabalho da associação, eu queria que você contasse um pouco mais assim eh, as expectativas, sabe, o que que, o que que vem por aí, como é que vocês estão pensando em superar os desafios, ampliar mesmo.
Então, a gente está pensando em ampliar mesmo, abrir outro grupo também, apesar de o dinheiro ainda não estar entrando mesmo, mas precisa ampliar. E tem muita gente interessada em entrar nos grupos. Então, o negócio é continuar crescendo e ir atrás das coisas, porque eu estou sentindo que nesse ano, quem sabe, depois de conseguir a Lei Rouanet, Está mais tranquilo, acho que vai ser mais tranquilo. Tem vários laboratórios que teve uma, a gente tem uma pessoa que vai atrás de patrocínios. Ela conversou com vários laboratórios que se interessaram muito pelo nosso grupo, por nosso trabalho, e acho que a partir de julho eles já podem começar a dar um certo valor para a nossa associação. Então é uma coisa que começa a crescer. Então o o, uma pessoa que estava desde o começo e conti

Tinha uma cena que ele falava na na peça Reconstruindo a Palavra. Ele falava poucas coisas estilo. Ele tinha que falar palavras, palavras e palavras. Três vezes a mesma. E era difícil para ele. Ele falava. Pa la vras Palavras palavras, quer dizer, com a dificuldade. E atualmente ele está falando muito melhor. Ele vira e fala, ele não quer sair da nossa associação que ele conseguiu crescer muito, falar mais as coisas. E ele, agora, tem nessa peça o humor na ponta do lápis, tem umas cenas que ele conversa na no começo e várias outras cenas, ele quer mais papel <laughs> na peça. Fala, ó, fica tranquilo, todos vão ter o papel, <laughs> tudo mais, tudo bem, tudo bem, não vamos

Desanimar, mas com, mas ele está muito Melhor e todos estão

Estou sempre lá
Associação. E você é relações públicas, né? Relações públicas também. O que que você faz como relações públicas assim, além de tudo que você
Ah, vou vou atrás de revistas, jornais, vou atrás de ampliar o nosso grupo e ser conhecido pelo mundo, porque, pelo mundo pelo Brasil, <laughs> porque várias pessoas não conhecem a nossa associação. Tem várias eh, eh estados que já estão conhecendo a nossa associação, que estão conversando, estão querendo que a gente dê uma palestra em outras cidades. Tudo. Então,
Começa a crescer a nossa associação. E hoje assim, você acha que tem, porque a o a cenário da cultura no Brasil ele está mudando muito, né, nesses últimos tempos. Ele, ele tem mais então uma abertura digitais, de possibilidades, ou ainda está com muitos problemas, sabe? conseguir associações conseguir Emancipar, se gerir, assim? É
Estamos num momento difícil para todos, mas o que que eu acho que está modificando também. A partir dessa nosso con conseguir fazer a Lei Rouanet, conseguir uns patrocínios, quem sabe dê para crescer muito a nossa associação. A gente, a gente está interessado, inclusive, que tem vários outros estados que perguntam, outros pa, eh outros outras cidades perguntam, ah como é o grupo de vocês, como é, sei lá o quê. A gente quer ampliar, quem sabe, a abrir outros lugares em outras cidades e a gente ficar como, olhando por fora como que vão as a, as aulas, dando os auxílios neles. A gente quer ampliar o nosso trabalho.
De Montreal que, né que de repente, começou lá a surgir essa ideia, você já teve contato com eles? A gente já teve um contato com eles
Tudo. Eles ficaram muito contentes com com o cres, com o Crescer que eles tinham lá no no Montreal e a gente abriu um grupo aqui em São Paulo. Para eles também é muito interessante.
Também. A gente foi passando a história da sua infância, da sua juventude, aí chegamos aí na Associação, suas viagens. O que mais que você Você gostaria de contar? Alguma coisa que a gente esqueceu de te perguntar, que você esteja interessado em nos, em dividir com a gente um pouquinho dessa história? Não, eh, eu queria
Dizer um nego, eh, que foi uma uma luta que eu tive para conseguir voltar a ser como eu era, Mas o que que eu acho é que todas as pessoas não podem virar e falar que não vão conhe conseguir. Tem várias várias pessoas que não, que estão na nossa associação que viraram e falaram, você não vai conseguir falar nada, você não vai conseguir andar mais nada, não vai. E E todas as pessoas conseguiram crescer. Através do seu sentimento, através da sua vontade de voltar a crescer, voltar a ser a mesma pessoa que era. Então é isso que eu acho que seria interessante. Sempre ir para